Ponto de Cultura, Museu Aberto. Depoimento de, entrevistado por e. São Paulo, trinta de outubro de dois mil e oito. Realização Instituto Museu da Pessoa.net. Entrevista número pê-cê-eme-á-agá-vê um meia sete
pois não, para começar, eu queria pedir para o senhor dizer o seu nome completo, local e a data de nascimento.
Me chamo. Nasci aos vinte e sete de março de mil novecentos e cinquenta e quatro, lugarejo chamado, município de, no estado da, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, segundo meu pai, falecido pai, né? Que me passou essa informação. E esse sítio ficava onde? Como eu havia te falado, ele fica a vinte e cinco quilômetros da primeira cidade do estado.
Eh, então agora eu vou pedir também para o senhor dizer o nome do seu pai completo e o nome da sua mãe.

Tudo com i. <laughs> Você comentou agora há pouco, já havia comentado, você nasceu no próprio sítio. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente.
Bom, meu querido, como você... Eu não sei se você sabe dessa história, mas apesar de todos os avanços que a gente tem hoje na na medicina, essas coisas... Ainda existe, por exemplo, eu tenho cinquenta e cinco anos, vou fazer cinquenta e cinco anos. Então, quando eu nasci, eh, maternidade, eh, como é que se chama, obstetra, essas coisas, era coisa de, de outro mundo para nós, né? Era parteira mesmo. A gente nascia em casa. Eu, graças a Deus, nasci em casa e me criei forte.
<laughs> E o senhor sempre viveu nessa casa onde o senhor nasceu?

Deste lugar, desse lugar onde eu nasci, eu fiquei acho que nem até um ano de idade, né? Aí eu mudei para um outro sítio chamado, que já faz divisa já com... Eu sou do sertão da, né? Já faz divisa já com o estado do. No extremo, extremo oeste da. E lá eu vivi até os dezoito anos.
Que lembrança você tem dessa infância, dessa casa? Como era essa casa?
Infelizmente, a casa onde eu me criei já foi demolida. Né? Ela é chamada Casa de Taipa, casa feita com madeira, né, e com barro mesmo, amarrada com cipó, com arame, quando tinha. Coisa muito simples. E tanto é que, dando uma avançada na, na, na minha história, em em dois mil e dois, quando eu fui passear lá, Fiquei muito desgostoso, porque a minha intenção mais era rezar uma missa, né, para os meus falecidos, meus pais, meus avós, todos os meus familiares. E não foi possível. Naquele terreno, naquele chão ali onde eu, minha casa, onde eu me criei ali, né, apesar de não ter mais a casa. E eu fiquei muito triste com esse acontecimento. Não foi possível. Eu sou muito simples, né? Já havia te falado, eu sou de origem muito simples. Tenho uma cara de bravo, mas acho que é uma, uma maneira de, de, de autodefesa do meu organismo. Eu sou muito simples. Porém, eu sou muito criterioso.
E como é que foi voltar para essa casa, em dois mil e dois, chegar lá de novo? Como é que foi? Foi a primeira vez que o senhor voltou?

Quando eu era solteiro, eu... A minha história é longa. <laughs> Nós vamos ter tempo? a minha história é longa. Eu, quando era solte. Eu vim para cá em setenta e dois, eu cheguei em Inclusive, no caminho aconteceu uma coisa interessante. Interessante ih, ih, e triste para mim, né? Porque um cara, um gaiato que já era acostumado... Peões, de viajar, né? Ele me viu assim, meio, né? Primeira vez... E falou, vamos fazer o seguinte? Você me paga o almoço? Quando for na janta, eu te pago a janta. Eu estava lembrando desse fato hoje. Na hora da janta, o cara não me deu um chapéu, rapaz? Falou que nem me conhecia. <laughs> E chegando em São Paulo, cheguei com... Seria hoje trinta e cinco reais no bolso O taxista me levou todinho. A corrida acho que deu um... Ele me cobrou dez vezes mais. Todas as economias que eu tinha, que eram poucas, o taxista me levou. Glória deus que tenha se comparecido da alma dele. Quer dizer, já comecei levando pancada por aí, né? Agora, voltando à minha infância, a minha infância é o seguinte. Eu vou contar porque... Até os sete anos de idade, meus dois irmãos mais velhos, inclusive o meu mais velho, o, que já é falecido, eles trabalhando na roça, porque a roça do Nordeste é diferente da roça daqui. Não sei se vocês já viram.

Para quem não sabe, eu pelo menos não...qui você vai para a roça, você vai capinar com enxada, lá a gente trabalhava com a mão, limpando o mato com a mão, né? Ou com foice. Ali tem urtiga, que é aquele mato que dá urticária, tem formiga, tem abelha, cobra, inseto, marimbondo, tudo quanto é coisa. E eles ficavam, eles achavam bom, eu montava em um e ficava açoitando o outro, sabe? Depois descansava de um e ia para o outro, e aquela brinca. Um dia eles falaram, não, hoje você desce, pronto, me condenaram. Aos oito anos de idade eles falaram, você desce hoje e a partir de hoje, seu safado, você vai trabalhar também, pronto. Assinou minha sentença. Desde então, desde os oito anos de idade que eu passei a trabalhar. E eu tinha quatorze anos, eu sustentava uma família com doze pessoas. Só eu e deus, né? Meu patrão maior. Desse eu não esqueço.

E é o seguinte, minha mãe faleceu em mil novecentos e cinquenta e nove, em mil novecentos e sessenta meu pai casou novamente. Da minha mãe eu tenho dezesseis irmãos, porém quatro faleceram, né? Quando criança, ou recém-nascido. E depois a minha madrasta teve mais oito ou nove filhos. Essa, essa turminha nova eu que sustentei. Que os criei até, né? Vida dura. Vida dura, trabalho duro, alimentação precária. Trabalhava o ano todo. Chegava na hora de, tipo assim, no fim da colheita ou da safra, isso e aquilo, você não ter como, nada para, para, né? Comprar um tênis, comprar uma calça, comprar uma camisa. E você sabe que eu tenho orgulho danado disso aí. Não tenho vergonha nenhuma, tanto é que eu estou contando e é o maior prazer. Isso é coisa, eh, isso é a minha vida. Eu gostaria de documentar isso que eu estou falando em vídeo, todo, todo o meu, entendeu? Teve um dia que eu falei, acho que com o, falei, minha, o meu sonho era protagonizar um filme da minha vida, né? Mas isso aí, eh, já é outras, são outros quinhentos, é coisa muito cara. Enquanto a minha infância, a minha meninice, era brincadeira com cavalo de pau, né? Fazia... A gente fazia uns currais assim e achava ossos de, de animais mortos e aquilo ali era o nosso gado, né? Coisa linda, né? No final de semana a gente ia rodar pião, fazia aquela turma, rodava pião. Depois ia para o açude tomar banho. aquela... Aquela inocência toda, aquela infantilidade, sabe? Coisa doce.

Esse filme fica passando na minha cabeça. E o tempo é bom, mas ele é cruel, né? Ele é tão justo que ele se torna cruel. Não tem, não adianta você ficar pensando nisso, você não vai voltar lá. eu... Na minha juventude eu tenho, num, não tive luxo nenhum, mesmo porque eu acho que a simplicidade é o, é o, é o ponto que eu mais foco na minha vida, é as coisas simples, porque na, na simplicidade tu acha o valor da vida. E assim eu fui crescendo... Escola. Escola que eu tive foi assim, eu ia, né? Quando dava eu ia estudar, ia de jumento, quando tinha, quando não tinha ia a pé, chegava... Minha história é essa, é triste, hein? Como era essa viagem de de jumento?istória é triste. Porque não era bem uma escola, era uma casa, né? Não tinha luz elétrica. Na base da lamparina, já ouviu falar? Lamparina, candeeiro, essas coisas... A minha infância é assim, então eu não cheguei a fazer nem o primeiro ano primário. Eu escrevia para o meu primo aqui em São Paulo e eu falava que queria vir para cá, mas não contava o por quê Pô, pelo menos naquele tempo mesmo, há trinta e cinco anos atrás, você tinha que ter pelo menos o primeiro grau, não? Alguma profissão, uma, alguma, né? Para sobreviver, você chega aqui sem ofício e sem cultura, você apanha. E eu fiquei naquela, né? Sei que nessa vida aí eu fui trabalhando ih, e reclamando. Reclamando, né? Todo roceiro, toda criança. Como eu gostaria de voltar àquela, àquele tempo, porque quando eu tinha quatorze anos, era uma eternidade, porque o que eu queria, era ficar maior de idade para eu ir embora para São Paulo. Né? Ah, mas eu quero ir para São Paulo porque... E meu pai, meu filho, cuidado que o mundo não tem o que te dar. O mundo é cruel, é o maior, o pior pai do mundo, o pior pai que existe é o mundo, tal.

Dura aí eu cheguei aos dezoito anos. Cheguei aos dezoito anos em setenta Fiz uma roça lá, às pressas, vendi. Comprei a passagem e vim para cá. Posso tomar um pouco d'água? Fica à Aí já é uma outra fase da minha vida, né?
Deixa eu te perguntar algumas curiosidades agora, um pouco para Opa, à vontade. que você. Eu vejo que é muito rica a sua lembrança sobre...hum.obre como era isso tudo. Descreve para a gente de como era esse ambiente, essa casa de taipo. Conta para a gente um pouco do lugar onde você vivia.h, sim.
A casa de taipo, eh, eh, ãh, ela é feita da maneira mais rudimentar possível, né? Não tem tecnologia nenhuma, não tem material... Assim, você corta ah, as madeiras, tipo, tronco de madeira assim, que é para fazer as... Como se fosse pau a pique, mas sendo uma estaca melhorada, né? Digamos assim, uns quinze centímetros de diâmetro. Fura o chão lá, coloca aquilo lá, depois pega as madeiras que vai na horizontal, chama-se varas, né? Tipo, da espessura mais ou menos assim, e vai amarrando. Depois faz aquele mutirão de pessoas, né? Mata um porco, cachaça à vontade. Era assim, era. E a gente mexe o barro, barro com água, barro cavado assim no chão, mesmo ali, na, onde vai fazer a casa. E enche com a mão. Coisa bem rudimentar, era coisa para, para, para... Por isso que eu te falo aqui. O meu sonho maior era documentar isso em, sabe? Numa película. E a gente fazia. Ali é o criadouro de, de, do, de um bicho barbeiro, né? Já ouviu falar nisso, né? A maioria do pessoal da roça, principalmente do Nordeste, tem doença de barbeiro lá, doença de chagas. era precário, as casas geralmente eram grandes, né? Cobertura, telha, a gente mesmo fazia. Ia lá no barreiro que a gente falava, preparava o barro, fazia as telhas, tem umas formas assim, você põe lá, tira... Depois fazia-se as caieiras, onde era queimada essa telha, né? Depois começou a se, a se fazer tijolo, quem podia, né? Meu pai, aí, meu deus, que o tenha, mas ele era assim meio descansadão, sabe? Ele num, num, não corria muito atrás dessas coisas de melhorar. A gente não tinha gado, criação assim de porco, bode, carneiro, essas coisas eram muito pequenas, a nossa terra era pouca. E a casa era o mais simples possível. Tanto é que, olhe só, inclusive quando eu falo com ela, é um barato, a minha irmã mais velha, ela era cruel. Meu pai faleceu, olha só, que, olha, olha a curiosidade da minha história. Meu pai faleceu Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, meu pai falou, nunca mais eu caso. Mas acho que ele já estava de olho na minha madrasta, ah, a prima da, da minha falecida mãe, entendeu? Rapaz, o velho, ele deu um negócio de ir lá, ba, dar banho no cavalo, que ele ia quase cinco vezes para passar em frente da casa da pretendida. E ele saía de casa, pegava um chicote, um chicote Um açoite mesmo. Deixava no torno. Torno é um é um, é uma madeira que se enfia na parede, assim, dessa. Ali, quando se faz, já põe a madeira lá dentro. Como se fosse um prego grande, né? Põe o chicote lá. Se eles bagunçarem, o nome da minha irmã, da minha irmã mais velha, você desce a lenha. E olha, a gente apanhava A gente apanhava. Eu e meu irmão, como, o meu irmão rogava praga nessa minha irmã, que parece que depois pegaram todas.
Eh, a gente apanhava. E como é esse convívio dos irmãos na casa? Com tantos irmãos, como que era?
Era legal. Legal assim, só que eu era o burro de carga, né? Só eu que trabalhava. Porque só tinha um outro chamado, inclusive ele se debandou, coitado. Faz dezessete anos que eu não o vejo. Virou andarilho mesmo. Ele entrou com... Teve umas crises de depressão terrível e não cuidou, né? Um cara inteligentíssimo. Um cara inteligente. Não sei se ele tiver vivo, que deus o proteja, mas perdemos uh, o contato. Procuramos delegacia, hospitais e vários lugares. Não, não conseguimos achar um, uma pista dele. se tiver morrido que deus o tenha, né? Então ele reclamava e a gente apanhava mesmo, quer dizer, tinha meus irmãos mais velhos, já casaram, né? Quando eu tinha, eu era criança, já os meus irmãos mais velhos já casaram. E eu fiquei, então eu que me, fiquei encarregado, né? De criar todos aqueles filhos da minha madrasta e da minha mãe que era uma santa para mim, muito boa. E foi passando essa vida aí. Mas, ah, você sabe que a vida, eh, às vezes a gente vê assim, o camarada, ou na roda, é hoje mesmo, quando eu vejo uma criança trabalhando, hoje tem um, tem uma política de mundo aí, de trabalho escravo, não é bem assim não. Tá? Hoje em dia, se você tiver uma mocinha com doze anos ajudando a mãe ou pai, diz que é trabalho escravo, não é não. Eu comecei a trabalhar com oito anos de idade, nunca morri por causa disso, só engrandeci. E eu vou ser sério com vocês, óh, faz trinta e seis anos que eu deixei de trabalhar na roça. Mas se eu voltar para lá hoje, eu, eu bato em muita gente lá, muito. Sério mesmo. Eu construí minha casa sozinho, cara.

Tivemos um serviço pesado. Se tiver uma laje para encher, um negócio assim, uma parede para fazer, eu faço, levantar uma casa.

Deu calos. Tenho calos aqui, ó, de quando eu tinha meus quatorze anos de idade. Não saem. Perdi o cabelo, mas não perdi os calos. Esses podem. É isso, e eu, pode perguntar, por favor.
E você falou que em um determinado momento você tinha um primo aqui em São Paulo e você escrevia cartas

E hoje é meu vizinho. E quando você começou com isso? Tipo, que você decidiu, que, se você se lembra, vir para São Paulo?
Estava tentando, uh, eh, explorar, mais a minha meninice, né? Porque às vezes passa alguns fatos que não... Uns fatos assim que eram até importantes na minha vida. Olha só, uma vez, eu tinha treze anos de idade e eu fazia jogo de bicho. Vê se pode. E eu andava, hein? Eu andava desse meu si... desse sítio onde eu nasci e me criei lá na... me criei lá na bananeira, onde eu te falei... e não a cidade, mas um povoado chamado, que fica no meio dessa cidade onde eu me registrei, que a banca do bicho era lá. Olha só, eu com treze anos, rapaz, fazendo jogo de bicho. E eu andava, eu andava. Chegava lá o lucro, comprava um pacote de biscoito, e o resto eu jogava no bicho e acabava trabalhando de graça. Em mil nove.

Teve uma seca terrível. Então tinha a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Acho que desativaram e parece que agora já reativaram de novo. Eu ia... Essa frente de trabalho, de on, do meu sítio onde eu vivia para ela, era mais ou menos uns quarenta quilômetros. Eu ia a pé, não todo dia né. Eu ia a pé, eu voltava em casa cada quinze dias, um mês. de trabalho essa aqui é coisa assim, só para passar tempo, né? Tem um... Sabe aquele trabalho que você faz, você chama, ó, eu vou fazer uma uma barragem aqui, mas eu sei que a água, quando vier a primeira chuva, eu levo embora. Um trabalho sem fundamento. Mesma coisa de eu estar dando entrevista aqui, você fala, pô, mas não tem fita na, na, na câmara. Não teve validade, não é isso? Esse trabalho era assim. Então a gente não recebia pagamento. O pagamento a gente chamava de. Olha só que nome. Mingonga era feijão, tudo já lascado já, rapadura, farinha, essas coisas. Eu menor de idade nessa vida. Tinha dezesseis anos. Idade dura. Né? Dura não para mim. Para quem imagina assim o que que é isso. Setenta e dois, em setenta e um, eu, meus primos, antes disso, os dois primos mais velhos, acho que em sessenta e nova o mais velho veio, eh, filho da da, do irmão da minha mãe. Depois veio o outro, e o caçula que era criado comigo, o nome dele. A gente era carne e unha. Criado comigo, ele veio também e a gente se comunicava, né? E ele trabalhava, a gente pode citar a empresa que trabalhou, pode, o nome das empresas? E ele trabalhava na. E a gente se comunicava. E ele me chamava, me incentivava. Vem para cá, primo, que eu estou muito solitário aqui. Meus irmãos ligam muito, porque ele era o mais novo, né? E eu vim, rapaz. Aquilo lá que eu já te contei. No dia que eu cheguei, o motorista de táxi me roubou, né? Naquele tempo, meu amigo, em setenta e dois, aqui era frio. São Paulo fazia frio. Eh, hoje está deserto já isso aqui. Naquele tempo era frio. Eu tinha uma camisa de volta ao mundo. Pode escrever. <laughs> Volta ao mundo. Os pais de vocês devem ter ouvido falar, ter vivido essa época. Uma calça de nylon marrom e um tênis conga. Era a minha roupa que eu tinha vestimenta para, para dormir, para andar, para ir para qualquer lugar. Um frio, rapaz. Ficava aquele sapatinho molhado no pé. A gente... Eu e o meu primo, o cara foi tão bacana que a gente dormia em uma cama de campanha, nós dois, não tinha lugar. Morava no começo da Rangel Pestana, ali na... Saí do Ministério da Fazenda, ali na Praça da Sé. Atravesso ali da da Rangel Pestana. Eu vim de lá, mano. Eu vim de lá morrendo de fome, cara. Aí no domingo, um outro meu primo chamado de, primo vai lá na, que ele também era, era vigilante na época, né? Trabalhava na portaria. Vai lá, domingo de manhã, tomar um café comigo, bate um papo. Oh, meu amigo. Não tenho vergonha de falar, eu chegava lá, tipo oito horas da manhã, eu comia doze pãozinhos com manteiga e tomava um de café com leite. Porque eu vim de lá com fome. O cara vem de lá, eu, eu sou deste, eu cheguei desse tamanho aqui, eu pesava cinquenta e sete quilos. Eu era seco. Você era gordão perto de mim. <laughs> Entendeu? Rapaz, eu detonava mesmo. Daí, dois meses, já estava com a pele mais limpa, né? Ficando meio, meio malandro, ficando cabeludo. Naquele tempo tinha cabelo, né? Mas só que, aquele tempo era a época dos militares, né? militar, setenta e ... Só que eu estava na fase de servir as Forças Armadas. Alistamento em branco. Meus parentes, né, arrumavam serviço para mim. Eu fui seco lá na, se você não for dispensado, você não... não tem como. Vai ter que fazer algum bico, né?

Tentei fazer um. Ah, rapaz, aí arrumei serviço com gato. Trabalho de servente de pedreiro. E olha só, aquilo lá me desgostava, porque eu queria ficar aqui em São Paulo e o meu primo mais velho me pressionando para eu voltar para a minha terra. Sem nada. Isso me deixava muito contrariado e triste, né? Você veio com um sonho, depois o cara te poda esse sonho? Falei, não, eu não vou.

Passando o tempo, fui dispensado. Eu chegava ali na na... Não sei se vocês conhecem ali o viaduto trinta e um de Março. Você sai do Ministério da Fazenda assim, você sai e tal. No segundo bê-gê, o segundo Batalhão de Guarda. Eu ficava lá, olhando os pracinhas lá, fazendo exercício. Falei, meu sonho é ficar aí. Queria servir.

Fui dispensado. Depois dispensado, aí sim eu entrei na. Pronto, o grande sonho. Né? Digamos que aí, até, até aí foi uma fase da minha vida. O grande sonho. Belo de um serviço, trabalhar, cavando igual o Tatu, procurando vazamento de gás. Aqui, trabalhava por aqui, essa região. Era turma de emergência. Pinheiro, Jardins, Butantã, isso aqui, Alto da Lapa, eu trabalhava por tudo isso aqui.

E dois, em setenta e quatro fui passear. Deixa aqui... Quando eu vim para casa, deixei uma namorada lá, filha da mãe, <laughs> desculpa o palavreado, me deu um chapéu. Aí em setenta e quatro fui lá passear, revi essa pessoa e tal, mas não, mas já não rolou mais nada. Aquela coisa lá, o o nordestino tem muito disso. O cara que vem mesmo da fazenda ou vem de qualquer lugar do rincão... Deixa a namoradinha lá e vem para cá, né? O que vai acontecer depois, só Deus sabe, né? Coisa né? Você sabe que até hoje ainda tem esse tipo de namoro? Tipo, o cara sai daqui, vai para o Japão, faz um pacto, uma aliança, né? Com a namorada, com a mulher, oh você jura e tal, fidelidade? Mentira isso ai num rola E aconteceu. Setenta e ... Quatro, fui lá passear de ônibus, todo... E teve um fato engraçado nessa viagem minha. Olha só, eu andando lá na cidade, né? Falta de comunicação, porque eu acho que comunicação é uma coisa, eu acho não, é uma coisa fundamental na vida de todo mundo, né? Estou andando lá às duas horas da tarde, bem extraído, eu vi um cara falar, Galego, lá tem esse negócio chamado Galego, né? Olha o fogo, Galego, olha o fogo. Que fogo? Meu amigo, eu procurando o fogo, cadê o fogo? Os caras não estavam explo, explodiram uma pedra lá nos meus pés. Lá eles chamam fogo, né? O dinamite lá, a explosão. Para fazer rua, fazer calçada essas... Era uma, uma, uma maldita pedra que tinha lá. Quase que eu morro, cara.

Eu estou vendo fogo nenhum, pô. Acorda, rapaz! Vê se pode uma coisa dessa. Isso foi em setenta em quatro.
Na sua viagem de volta. É
Isso já lá. Solteiro, né? Fui de ônibus, cinquenta e duas horas dentro do ônibus. Não bebia, não fumava, num, num, não namorava, não fazia nada. Só chorava aqui com saudade de casa. Você é jovem, bicho. O jovem, desculpe, vocês que são crianças, mas o jovem às vezes pensa que sabe tudo, mas é, é complicado. Você pode ver que, que há muita divergência da conversa do jovem para o adulto. Né? Porque a vida é uma escola incrível. Primeiro passo, você tem que ter humildade. Você ir assimilando o que as pessoas... O teu pai te passa. Porque é jovem também que vai seguir tudo. Você tem que ir filtrando as coisas para enriquecer no teu aprendizado. Já ouviu alguma história maluca igual a minha? Setenta e quatro, fiquei um mês lá e voltei. Pedi para me mandar embora. Ah, que eu estou saco cheio. Olha, essa empresa me deu, deu a oportunidade de fazer. Era o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O programa do governo chama-se Mobral. Não quis, cismei que não queria mais trabalhar na rua. Estava achado, aí, tatu, aí, cabeça, aí <laughs> fica cavando buraco aí. Pô, eu não era tão bonito para caramba, só que burro. Não tinha cultura, não tinha profissão, não tinha nada, pô. E tímido ainda por cima. Eu ia arrumar o quê? Tem que mandar ele embora. Fiquei uns meses aí desempregado e fui trabalhar lá na Pense num lugar que tinha uma mulherada fantástica, <laughs> mas eu tímido. Mulherada olhava para mim, paquerava e eu baixava a cabeça, engolia seco, porque o cara tímido não consegue falar, né? Baixava a cabeça. Outra coisa que eu esqueci de mencionar. Quando eu morava na terrinha, eu sofria muito. Olha, uma coisa que eu estava esquecendo, rapaz.

Eu sofria terrivelmente com bronquite asmática. Eu era super alérgico a algodão. Sabe o que é algodão, né? Flama de algodão. Aquilo ali era terrível. Se eu passasse dentro de uma roça, quando ela estava florida, aquilo lá já me atacava. E você pensa que tinha médico? Eu sangrava, botava, cheirava, botava mais de um litro de sangue do nariz. Todo, eu ficava lá. Quando, quando tinha, isso é real, não estou inventando nada. Quando tinha açúcar em casa, açúcar mascavo, <laughs> aquela açúcar bem esquisitão mesmo, fazia uma garapa de açúcar, né? Água morna com açúcar, tomava e dava uma aliviada. Não tinha remédio. Muitas vezes eu ficava em claro, andando assim, tentando respirar. A falta de ar é terrí, alguém vive sem respirar? Nunca ouvi falar, né?

Falo, não o cara ficou uma semana sem respirar. Ficou uma hora sem respirar. Não existe. Minha vida foi assim. Outra coisa que eu esqueci, que era muito importante. Meu pai era muito... Eu era tido assim, sabe? Uh Uh O queridinho, né, dele. Uma que eu sustentava todo mundo. Né? Ninguém quer matar a galinha nos ovos de ouro, né? E ele, a gente tomava café com rapadura. Sabe o que é rapadura? Já ouviu falar? Inclusive, a rapadura tem uma história incrível aí, hein? Os alemães patentearam a rapadura como deles, lá no Recife. Precisaram fazer sobremesa, gostosésima, exportando para lá. Agora teve uma política que parece que tomaram a patente deles. Incrível, né? Como o brasileiro serve de... Os caras montam nele mesmo, né? Meu pai batia nela, quatro horas da manhã acordava, bicho. Isso, pequeno, nove, dez anos. Ficava lá do lado, olhando. Ele tirava um pedaço e me dava. Isso todas as manhãs. Todas as manhãs da minha vida, quando eu era criança. Que é uma coisa também que me, né... Quando eu falo dele, me passa a recordação. Bom, aí voltando aqui para São Paulo, fui trabalhar no, como eu já acabei de falar. Atacou a doença de novo. Tacou tudo de novo.

Trabalhava à noite, olha só. Quando me jogaram da sessão, eu não acreditei, que eu batalhei. demitido, não, o senhor tem que usar o óculos, porque o senhor está com problema na vista. Nunca tinha usado o óculos.

É na rua Doutor Almeida Lima. Passei em frente dela agora há pouco, quando eu vim. Rapaz do céu. Só aqui o senhor não informa o senhor. Macacão. Macacão que você põe ele assim, ele fica sozinho. Duro, sem lavar, né? Todo engomado. Máscara, capacete, aqueles óculos, rapaz do céu. Me jogaram na fiação. Fiação o que que é? Eu só trabalho com algodão, pô. Amassando o algodão. Cara alérgico, cara asmático como eu. Bicho, eu comecei a secar, cara. Eu não dormia. Comecei a secar. Travava à noite, de dia eu não dormia. Aí pedi para mudar de sessão. Tiraram da fiação e puseram para o corte. Onde corta as calça jeans? Pior ainda. O pó lá é mais compacto. Aquele pó azul, preto. Trabalhei sete meses e não aguentei, sai.

Não deu. Não dava para suportar. Ainda passei o carrinho em cima da mulher lá, porque ela me faltou com respeito. Olha só. Mulher doida para me namorar e eu... Estúpido. Fiquei desempregado de novo. Setenta e cinco, isso foi de setenta e quatro para setenta e cinco, né? Dia dezesseis de junho de setenta e cinco, entrei no, setor de segurança. E pior que eu conseguia esses empregos assim, até então não tinha estudado aqui em São Paulo, não. Semi-analfabeto, Metido a falar bem, só que às vezes eu não sabia conjugar o verbo, não tinha, sabe, fazia aquela enrolada, nem me corrigia. Não sei o que eu passei nos testes. Pedia primeiro grau, falei, você tem primeiro grau, falei, tenho, primeiro ano. Olha só que engraçado, tenho primeiro ano. E cinco, trabalhava lá na rua General Carneiro. Alguém conhece a rua General Carneiro? Sai da Boa Vista ali, lá no Parque Dom Pedro. Trabalho em portaria. Depois. Aí me puseram para o clube do, lá no Guarapiranga, encostado em Interlagos. Circuito de Fórmula um. Logo comecei a dar uns passos maiores na minha vida, né? Trabalhava à noite. Aí tem esse... Vocês já ouviram falar desse sistema que tem que se preparar na escola? Paga e vai lá no que agora chama-se... Não sei se é... Supletivo?

Você vai lá e presta o exame, né? supletivo. Fui lá, fiz a prova, nada. Falei, mas por que é que eu não passo? Eu não sou inteligente, não? Eu não sabia cara. E me matriculei num colégio, colégio de imersão, lá em Santo Amaro. Setenta e seis. Começo de setenta e... Fazia uma ginasial. O que é essa ginasial? As sete matérias consistiam em você fazer em um ano. Se você conseguisse, né, você se preparava na escola, ia lá, prestava, né, fazia as provas nos dias determinados, lá tudo marcado, se passasse, estava com o diploma na mão. Eu trabalhando à noite, trabalhando, trabalhando. Ficava na portaria estudando. Aí estudava mesmo, pegava curso apostilado, língua portuguesa, geografia, história, matemática, ciência, educação moral e cívica e o. E só para frisar uma coisa aqui, esse país começou a se afundar depois de tirar essas duas matérias, educação moral e cívica e o esse-pê-bê, Organização Social e Política do Brasil. Depois que tiraram isso aí, está esse lixo que está aí. Eu para os primeiros exames do meio do ano, passei. Nas humanas, beleza. Falei agora vamos para as exatas. Matemática e... Outras coisas lá. Chegou no fim do ano, era assim, você fazia, né, ó, você vai fazer as provas lá no estadual. Só que a turma era uma ansiedade, nem terminava a prova, e corria para a escola, lá já estava o professor com o gabarito, né, para ver quem passou, quem não passou, ó, se rematrícula se não você não passa, não vai para o ano que vem. Rapaz, modéstia à parte. Eu estava tão bom em matemática, quando o professor pôs lá as questões, eu falei, professor, matéria A, B, C, não sei que lá, F, isso aqui lá, oito matérias de geometr geometria plana, eu corrigi o professor. O cara se espantou. Até que ele depois ficou desgostoso. Falei, pô, continua, cara. Peguei o diploma de primeiro grau, dezembro.

Parei... Relaxei, né?... Nesse eu voltei... Eu saí lá do clube... Da mamata que eu estava lá... E voltei... Para o de novo... Lá no centro da cidade... Daí eu fui trabalhar no carro blindado... Aí é onde a cobra fumou, viu?... Olha só... Eu tímido, né?... Quietão... Saí do serviço e saí para casa... Trabalhava numa viatura. Esses carros fortes Carro que carrega dinheiro Motorista, bebia todas. Os dois guardas fumavam todos, os outros caras. E eu ali, bicho. E os caras me xingaram.

Não é possível. Pô Cara com setenta e oito, eu tinha vinte e três anos Vinte e quatro anos, o cara namorar, o cara não fuma, o cara não bebe. Aquilo lá foi me encher, né? Aí eu consegui. Aí comecei a entrar na zoeira, bicho.

Cachaça, cigarro. uma namorada, então o bicho começou a ficar malandro. Quando comecei a zoar, casei. Casei em setenta e nove. <laughs> Sete, eu esqueci de mencionar, em setenta e sete fui passear lá na terrinha de novo, fui ser padrinho de casamento da minha irmã, minha segunda irmã, né? A segunda mais velha. E conheci essa que hoje é minha mulher. Vou fazer trinta anos de casado.
E como foi que você conheceu ela?
Ah, bicho, quando eu a vi, eu endoidei. Eu não pensei que eu fosse sofrer tanto. <laughs> Quando eu vi aquela, eu falei, não, você é minha. E ela estava namorando um cara, eu falei, você é minha. Ele era cabeludo, bonitão, magro, mas continuava burro. até hoje, né? Aí fiquei um mês lá, namorando e tal, e vim embora. E escrevendo para ela. A minha cunhada, diz que era minha amiga, porque quando eu estava lá no, no... Às vezes esquece, né? Né? Para você cronometrar tudo é embaçado. Quando eu estava lá no clube do, eu arrumei uma namorada chamada. E eu gostava dela, rapaz. Ela era tão magrinha, rapaz. Tem hora que me desanimava, né?

Não tem um, né? E acabei com esse namoro. Inclusive, não sei não viu, acho que aquela menina fez algum trabalho para mim.

Uma história incrível. Aí fiquei aqui me comunicando com essa que hoje é minha esposa. Minha cunhada recebia as cartas dela e escondia. Que ela gostava era da, que morava aqui. O senhor fala assim que minha história é cruel. Sei que eu fui lá e, e, e casei-me com ela. Voltei lá de novo, acertamos o casamento. Casei-me com ela, ela faltava alguns dias para passar a maioridade. O pai dela foi comigo do cartório fazer o casamento civil, para dar permissão. Depois ele foi lá nas minhas costas e desfez. Ele e o irmão, o filho dele, né, o irmão mais velho da minha esposa. Fiquei muito macho, tomei uns conhaques, queria matar todo mundo. Zé Mané, não brinco com ninguém, mas fiquei bravo, sabe? O que isso é traição, o que isso é crocodilagem, não sei o que lá. Vim embora para cá. Em setenta e nove eu fui lá e me casei, dia vinte... oito de abril de Você me perguntar, e a sua vida de casada? Minha vida de casada é minha vida de casada. Acho que nu... Eu não fiz a má escolha, acho que a minha mulher que escolheu mal o marido dela. Eu sou um cara assim, muito temperamental, sabe? Tenho carências afetivas, minha mulher é assim, secona também. Eu sou um, né? Eu não vou dizer que eu sou um cara carinhoso, mas também não sou tão seco assim. Digamos que o nosso relacionamento é um relacionamento árido, né? Não tem aquela umidade necessária. Eu acho que o relacionamento entre homem e mulher tem que ter... Eu considero, né?

Eu só vivi uma fase, né?

Ele tem que estar no meio termo ali, nem, nem melecado demais, como é que chama aquela coisa nojenta de de, toda hora, e nem seco demais, como é o meu caso. Ele tem uma umidade, assim, uma liga, uma química, como se fala, que é para sustentar. Mas é, a gente, você sabe que a gente acostuma. O cara acostuma com a doença, com a prisão. E o dito popular fala que ninguém só não se acostuma com a morte. Acostuma sim. Depois de você morrer, você não vai voltar a viver. Você acostuma sim.
você contou a sua trajetória até o seu casamento. Eu queria que você contasse onde você foi morando ao longo desse Você disse que você morou com o seu primo.h sim.

Eu morei com o meu primo. Na, uma travessa da Rangel Pestana. Depois, o meu primo mais velho sempre implicava, né? Não é que ele é meu inimigo, é porque ele, ele... acho que ele tinha até razão, né? Porque você é o se, é o seguinte, você... o cara lhe dá... o cara vem de qualquer lugar e vai morar na tua casa, né? Você ajuda o cara. Só que se você deixar o camarada se acomodar, ele se acomoda de tal forma que você pensa que você está ajudando, você está atrapalhando a vida do cara.

Você está deixando o cara irresponsável, né? Eu acho que a intenção dele era essa. Aí eu fui morar numa... chamada Álvaro de Azevedo. Era uma pensão, mas era uma pensão assim como se fosse uma casa de família, né? Poucas pessoas, seis, oito pessoas que moravam, muito limpinho. A mulher fazia a comida para gente. Só não tinha comida acho que no domingo à noite. Eu como era muito simples. Feijão, arroz e bife para mim estava de bom tamanho, de onde eu tinha vindo. Olha só, eu esqueci de falar para vocês. Na minha infância, sinceramente, na minha infância, eu fui criado assim. Arroz na minha vida era novidade, era dia de festa. Tá? Eu no dia que eu comia arroz, era dia de festa, isso é autêntico. E que vinham os cantadores de viola, os violeiros que eu te falei, meu pai era violeiro, que vinha lá para casa, aí sim, matava-se... Bode, porco, frango, né, essas coisas, fazia-se uma festa. Ou quando alguém casava, porque a família era numerosa, né? Era aquela festança.
Como eram essas festas?
As festas de casamento? Bom, começava com, com a turma mutirão para pilar o arroz. Já ouviu pilão? Sabe o que é pilão? Tem um pilão, faz um pilão mesmo, que tem até muita cinturinha de pilão, as mulheres que têm um corpinho bonito. E tem aquele pilão que aquelas... <laughs> Desculpa, aquelas mulheres gordas. É o pilão, só a madeira assim, <laughs> você faz um oco, né? E ali a gente jogava arroz dentro e cada um pegava a mão do pilão, uma coisa pesada mesmo, deve dar uns dez quilos. Feita de madeira pura, de anjico, caroeira, varaúna. Olha, eu começava por ali, o mutirão, pisava o arroz, que era, olha, o tacho de arroz enorme assim, olha. Ali era, o nordestino, ele é soberba. Os caras ficam ferrados comigo, meus amigos de de botequim, isso e aquilo, porque eu falo, o nordestino, ele é soberba. Eu, graças a Deus, não, num num peguei essa mania, tá? Eu sou muito simples.

O negócio dele é fazer, a minha mulher foi foi passear agora, é aquela panelada de comida, que eu não sei para que tanto, cara. Então a gente fazia aquilo lá, bicho. Guaraná e gelo.

O que é gelo? Não tinha gelo. Não tinha gelo. Os guaranazinhos, as garrafinhas, que hoje parecem essas... Garrafinha... Não é a garrafa de de duzentos e oitenta ml. Tem uma menorzinha, não tem?

Tipo da, daquelas outras bebidinhas lá. O Guaraná era até amarelo, bicho. Tão concentrado que era, mas não tinha gelo. Você tomava e saia e voltava pelo nariz. Ali era uma festa. Fazia-se uma latada, sabe o que é latada? Uma barraca, mas uma barraca de madeira, assim, com uns paus aí, cobria. Ou com palha de de coqueiro, né? Ou com folha de, que é uma planta típica do Nordeste. Ah, meu amigo, ali o forró comia a noite toda. A noite toda. Inclusive, quando a minha irmã mais velha casou, ela casou... Ela deixou um cara que era noivo dela e esse cara não aceitou que ela casasse com outro. Pai do céu, foi esse cara e mais dois irmãos lá para casa, comeram, beberam e depois acabaram com a festa. Não saiu morto e não sei por quê, porque meu pai era muito analfabeto. Meu pai, mas como eu te falei, mais cabeça, inteligentíssimo. Falou, aqui ninguém vai matar ninguém, aqui na minha casa não se vai derramar sangue. Mas era para ter sido uma tragédia terrível. E eu ficava correndo, igual um pardalzinho com medo da chuva, para lá e para cá. Eu tinha doze anos, dez anos, doze anos. Mas pau mesmo, rapaz. Briga feia. E aquela coisa lá, né? Arrancava um pedaço de madeira assim e batia um no outro. Paulada, chute Mas não teve facada de tiro, graças a Deus. Bom isso... Eh, isso aí eu ainda estou lá, né? Eu estou lá.

Que você falou...

Como que era isso? Quando que ele tocava?
Violeiro é o seguinte, é uma viola, o repentista. O repentista é aquele cara... Todos nós lá em casa, nós filhos da minha mãe, do meu pai, do da primeira família, nós temos um dom poético. Porque eh eh ah a rima... Poesia. A gente chama lá de poesia, né? A rima é aquilo que você pega, né? Refletor... Rima com flor, rima com ator, com instrutor, com diretor, com entrevistador, com o falador. Isso é rima, né? Sapato rima com gato, buraco rima com sovaco e assim vai. Isso você não aprende. Isso é um dom, né? É uma veia, chama-se uma veia poética. Inclusive eu ligo na na tê-vê Diário Fortaleza e eu assisto os cantadores lá. Não gosto muito porque são uns caras muito repetitivos. O cara começa a tocar e quando você percebe quando o cara está engasgado que a viola fica só numa corda só. E o cara não tem, né... Quem não já ouviu falar da literatura do Cordel? Tem uma família bandeira lá que os primeiros, Pedro Bandeira, cantou aqui, não sei se foi para o, quando era governador de São Paulo, cantou aqui no Morumbi, no Palácio do Governo. É uma arte muito bonita, só que é o seguinte, é uma arte que ela não foi valorizada, né? Foi valorizada e no meio deles mesmo tem muita crocodilagem, muito, muita falsidade, muita perseguição. E meu pai era desse ramo. Ele cantou durante vinte e seis a vinte e oito anos. Fazia desafio com aqueles caras metidos letrado e tal. Ele quebrava tudo na, na, na, na, na arte dele. Quando minha mãe faleceu, ele pegou aquela violinha, como se fala boa viola num saco, ele pois aquela violinha, amarrou lá, pois lá. Ele apodreceu, acabou o poeta. Mas só casou de novo. Não sei, ele parou de cantar, mas casou de novo. Mas ali ele encerrou a carreira. Inclusive, ele veio passear aqui. E depois voltou para lá e depois dessa época, rapidinho ele faleceu. Teve um colapso, né? Um ataque cardíaco. Deus o levou. Mas eu sempre rezo para ele e... O que eu tenho dele é lembrança e, e se eu me encontrar com ele um dia, o que eu tenho é pedir desculpa, né, por tê-lo deixado lá.
A saída foi muito difícil quando você saiu de lá?
Deve ter sido mais difícil para ele do que para mim. Né? É aquilo que eu te falei, né, querido. O jovem tem aquela... Busca do horizonte perdido, sei lá o que que dá na cabeça do jovem, que ele... Você quando vai fazer alguma coisa, não sei se algum de vocês já casaram, bom, provavelmente namoram, ou já fizeram alguma coisa, já chegaram a se arrepender de alguma coisa na vida? Isso é normal do ser humano, né? Por exemplo, você chega numa pessoa, rapaz, tu cuidado, não faz isso, e nada, rapaz. Eh... Você só vê o erro depois que você comete o erro, né? Acho que a vida não teria nem graça também se você conseguisse prever tudo, né? Não tem como. E sei o que é isso aí. Agora, voltando aqui aonde eu morei, eu morei nessa... Nessa pensão. E eu tinha tanta saudade de casa, ãh, que certa vez, acho que num final de ano, uma véspera de Natal, eu estava dormindo, rapaz. Eu estava trabalhando à noite, né? Eu trabalhava em três horários na, que eu te falei. E estava sonhando que eu estava em casa, com meu pai, com a minha madrasta, com meus irmãos. Acordei tipo meio-dia, um sol, mas um sol nordestino, né? A pensão era assim num primeiro andar. Lá me deixou, nossa, eu fiquei apavorado. Para mim, eu estava com a minha família, cara. Quando eu acordei e caí na realidade, eu não estava, eu estava era aqui. A primeira vez que eu bebi na minha vida, tomei todas. uma tal de, de samba, cachaça com coca e limão. É Cuba, né? Isso, é Cuba. Cuba, Tomei todas. Naquele tempo eu não bebia, não fumava, não tinha vaidade. Então, não tem como eu morar nessa pensão, não. Cine Piratininga, ali na. Esse cine é falado. Toda terça e toda quinta era promoção, metade da, da, da entrada, metade da, do ingresso, né? Nossa, eu ia lá, rapaz, eu ficava encantado com aquilo lá e triste. Falo, mas gente do céu... Porque para mim aquilo ali, óh, os caras que morriam ali estavam mortos mesmo. Rapaz do céu, como é que mata tanto a gente no mundo desse jeito? <laughs> Era bang bang, toda, toda terça e toda quinta. Eu falei, rapaz do céu, o mundo vai se acabar. Estão matando todo mundo. Verdade. E eu saía de lá todo, sabe? Tipo, Jango, todo <laughs> armado. Que coisa linda. Aí, ah Ah, a inocência, bicho.
Como foi a primeira vez? Ver o cinema pela primeira vez?
Olha, eu tenho história de, de, de parente meu que o cara se abaixou na cadeira com medo do, do, dos cavalo passar por cima dele, né? Quando vem aquela... Aquela cena em frente assim. Eu não aconteceu não, mas te juro. As primeiras cenas, inclusive isso eu notei, não sei se vocês já ouviram falar disso, eu notei o meu filho caçula, ele desde dois anos, que ele, cinco horas da manhã, estava assistindo televisão. Não é que o filha da mãe não assistia... Globo Ciência, Telecurso, Globo Rural, Globo Ecologia. Menino, você aprende isso? Vi na televisão. E ele até, acho que até uns oito anos de idade, sabe o que ele pensava? Que tudo o que passava na televisão estava sendo feito naquela hora. Você sabe que a criança tem essa, esse, essa percepção? A criança até uma certa idade e ele pensa que aquilo ali está sendo feito agora.

Incrível isso aí. Só que eu, essa percepção minha, eu já tinha dezoito anos, né? Não sabia, pô Morava na roça... cinema. Vou saber o quê que é cinema? Fiquei encantado com a telona Só que eu ficava triste, né, meu? mas tinha um monte de cara. Ficou dois ou três vivos, só? Mataram todo mundo, cara. Olha que inocência. dezoito anos de idade. Naquele tempo não tinha tanta maldade em São Paulo também. Mesmo sendo uma metrópole, não tinha tanta maldade. Entendeu? Você andava sossegado, você andava tranquilo. No tempo dos militares. Tanto é que às vezes, bom, cansei de estar saindo do cinema lá, a polícia do exército, a pê-é, né? Ficavam passando, fazendo uma varredura ali. Onde você vai, cara? Só estou indo para casa. Trabalha? Trabalho. Cadê a carteira? Tinha que andar com a carteira ocupacional no bolso.

Está na hora, hein? Dez e uma da noite, meu amigo, dez horas e um minuto da noite, você tem que se justificar. O quê que você estava fazendo, de onde você vinha, para onde você ia. Mas era gostoso. Período que eles falam que era o período do arrocho da ditadura, né? Muito foi preso e torturado aí no Dops, aí. Ouviram falar, né? Departamento de Ordem Social e Política. Eram pessoas que eram as rebeldes, né? Metidos a rebeldes. Jornalistas que queriam ganhar nome. Sei lá, é uma história complicada. Eu num, eu não tenho nada a reclamar, não. Não sei se é porque eu nunca caí na delinquência, graças a deus. Os vícios que eu tenho é amar a vida ih, tomar uma loira gelada, eu adoro, né? Bom, nesse lugar aí eu morei acho que um ano, acho que nem um ano. Aí meu irmão mais velho, né? O segundo da família, veio para cá. Nós fomos morar numa pensão, numa rua chamada. Se eu estiver sendo cansativo, vocês falam que eu...ão está ótimo.ocês me falam que eu paro de falar. Rapaz do céu, ficamos lá uma semana, saiu um quebradão e ele Esse meu irmão já era assim conformado com a vida rural, sabe? Ele, desde novinho, ele já saiu para a cidade. Ele trabalhava num serviço na roça, porém morava na cidade. Ele sempre foi assim. Essa é a qualidade dele Não, eu não vou ficar aqui, porque não sei o quê lá, e... E a família dele lá no Nordeste, né? A mulher e os filhos. Aí alugou uma casa num lugarzinho chamado. Meu amigo, ali deve ter ouvido falar desse lugar. Pelo menos para ir para lá onde ele mora, eu passo em frente a esse lugar. Meu amigo, aí chegou ele, né? Ele já estava aqui, veio a esposa dele e três filhos pequenos. Pense numa vida, hein? Isso aí que eu estava morando com ele já estava na tal da, lá, no lugar que eu não respirava, né? Trabalhava e não dormia. E a minha sobrinha, a tal de, filha desse meu irmão, era um barato. Passava assim, ela deitava embaixo da cama, era tipo as brincadeiras do Quico hoje em dia, até que a Chiquinha vai no, no Chaves. Igualzinha. E eu e daí catava, era cada grito, bicho. Ela gostava e me assustava. Me adorava. E olha, uma vida cruel aquela vida que nós passamos ali. Vida cruel. Aliás, isso aqui, olha, já, já, já teve um corte aqui já na, na sequência da história. né? Isso aqui eu estou falando de, de, de setenta e quatro ainda. Fui morar na, nesse com meu irmão. Não, era solteiro. Não tinha... Depois desse, de, depois que eu morei com ele, um, um tempo, acho que... É, um ano mais ou menos, que aí sim é que eu entrei né? Na área de Serviço e Segurança e fui trabalhar no Clube do Itaú, né? Que é onde eu fiz o primeiro grau. Feito o primeiro grau, eu vim para a central da empresa, né? Agora sim, vou recomeçar. E fui trabalhar no carro forte, que aí é onde eu comecei a me soltar, fumar, beber todas... E, rapaz, era uma loucura. Aquilo ali era uma loucura. Dia de sexta-feira, meu querido, o cara ia lá para o lado de, trazia cinco garrafões de pinga de alambique. Aí juntava aquele exército de vigilantes. Armado. O cara dava tiro lá dentro. Baralho e cachaça e briga. Eu ia para casa tudo desmontado mesmo. Setenta e oito.

e nove, casei, fui morar em dois cômodos.

falou, eu vou preparar essa casinha para você, tudo bem. E, ôh, rapaz, a casa era um balaio. O balaio, a água que cai em cima e sai embaixo, sai o dobro. Aí mudei para uma outra casinha em frente. Você sabe que eu fiquei onze anos ali, rapaz? Em dois cômodos. Já casado. E nesse período aí, meu querido, teve uma fase da minha vida que eu vou te falar, viu? Eu dei muita sorte. Porque quando você acredita em deus, mesmo você sendo pecador, que todos nós somos... Mas quando você tem, você conta com uma proteção maior, você está... Eu me sinto um cara blindado por deus, eu me sinto, tanto é que até hoje, quando eu for sair daqui, pegar meu carro, eu vou rezar meu Pai Nosso e minha Ave Maria. Eu não faço, eu não saio se eu não fizer isso. E isso me faz um bem que eu vou te falar, viu? Só que você tem que ter uma fé compromissada, né? A sua parte de cidadão, de ser humano, você tem que fazer. Não um deus me guarde e eu vou sair matando todo mundo, passando por cima. Não, não é assim. É ir trabalhando e levando essa vida. Me casei em e nove, né? Então, fui trabalhando, rotina, sem novidade. Fevereiro de dois mil e um, a gente chamava de rota, né? Esses carros forte quando ele sai de um lugar para outro chama-se rota. Fazia uma rota para o lado de, eu não gostava daquele lugar. Justamente nesse dia fui assaltado. É o carro forte, né? O carro forte chama-se rota, e o roteiro você faz. Não posso entrar em detalhes porque é uma coisa sigilosa, né? Sei que fui assaltado. Os caras me meteram o cano, levaram. Levaram a viatura, levaram nossas armas. Não, a viatura não levaram, aliás. Eu apareci até na televisão. Um tal, um jornalzinho que chamava-se Globo Cidade. Vocês não lembram disso aí. E aquilo lá ficou, rapaz, um trauma na minha cabeça, né? Foi dia quatorze de fevereiro de oitenta e um. Em oitenta e dois, em oitenta e dois, eu fazia roteiro aqui para o lado de Cotia, para o lado da Raposo Tavares, sabe? Dia dois de julho de oitenta e dois, do Mundo? O Brasil perdeu para a Itália. Esse dia o bicho pegou. Comecei a beber. Nunca fui Ah, fardado com a camisa do Brasil. Parece que estava louco. Camisa do, do, do Brasil, né? Torcendo para a seleção brasileira, e eufórico, e Tomei um litro e meio de São João da. Sem almoço. Um trinta e oito, cheio de bala na mão e uma espingarda calibre doze, que eu era o chefe da equipe, né? Encarregado, o chefe da equipe. Cheguei na central louquinho, cara.

Fiquei apontando na arma para todo mundo lá. Dei um... Aconteceu um disparo acidental. Eu estou contando a minha vida literalmente. <laughs> Aconteceu um disparo acidental, que lá não feriu ninguém. Não feriu ninguém. Estilhaço, pequenos estilhaços. Pegou no sapato de um, na, na camisa de outro. Mas num, num, sangue mesmo não tirou de ninguém. E os caras não puseram a rota atrás de mim, cara? Puseram a rota atrás de mim. Outro dia eu fui trabalhar e os caras, não, rapaz, você está sendo perseguido. Pronto, ali o mundo acabou para mim. Vai embora que os homens estão com a sua foto e vão te prender como um delinquente, como um atirador, um vigilante louco. Meu pai do céu. Minha filha mais velha tinha dois anos nessa época. Sei que eu tive que ficar um fim de semana escondido na casa do meu irmão mais velho, com medo, né, meu? Pô. eu vou ser preso. Mas fui processado no artigo cento e vinte e nove naquela época. Pura injustiça, pura sacanagem. Sabe por quê? Como eu acabei de falar antes disso, tinha um tal de, o cara dava tiro, a bala passava assim na, na, nas divisórias de, essas divisórias que não, não seguram nada, a bala passava zunindo no ouvido do, do tenente lá do chefe e o cara não falava nada. E eu acho que era perseguição comigo. Eu sempre fui cheio de, sabe, nesse, nesse período eu trabalhei no centro de comunicação, chamava-se Cobaia, centro de, centro, como é que é? Centro de operação do Banco Itaú América, Cobaia, que era o centro de segurança. Eu operava a câmera de vídeo e falava com os carros e recebia, uma vez, chegou uma turma de cara lá, tudo caso importante.

O cara falou, se vira. Eu estava sozinho, aí comecei a explicar para os caras, pô, você é bom, você trabalhou em alguma emissora de televisão? Falei, não, mas quem sabe, né? E os caras que trabalhavam lá eram os caras da antiga tê-vê Tupi, operador máximo, uns caras mentidos para caramba. Bom, aconteceu isso aí, e os caras queriam me mandar embora. Falei, não, para cima de não... Aí, sei lá, me afastei, fiquei dois anos afastado da empresa. E recebendo o meu, que eu sou, que sou de lá, mas não sou besta. Aí quando voltei em oitenta e quatro, mandaram embora. E eu morando de aluguel. Mesma casinha, dois cômodos. Mandaram embora. Rapaz do céu. Mais uma fase dura. Até então estava beleza, né, meu? Ganhando um salário razoável. Não tinha uma casa própria, mas tinha mulher, tinha os filhos. Sei que dois anos que eu fiquei afastado, óh, pense nos dois anos jogado fora. Não estudei, não fiz nada, num, num sabe? Dava muito bem para eu ter me formado. Eu tenho uma facilidade, eu não sou um cara criativo, né? Porém, isso que eu estou conversando com vocês, daqui a dez anos, se Deus me der vida ainda, você me pergunta, eu vou, eu sou capaz de repetir palavra por palavra. Eu tenho essa, né? Essa coisa comigo, eu gravo, aquilo que acontece comigo fica. Não sou um cara criativo, dizer assim, vamos inventar um negócio, bom, isso aí é outra coisa. Fiquei desempregado. Aí fui procurar emprego. Todo lugar que chegava, o cara... Pô, mas a carteira... Fazia ficha, o cara falava que eu estava aprovado, mas eu mandava esperar, né?

O cara não queria dizer que eu, né? Tinha ficado afastado e E nesse interior já tinha sido, graças a Deus, já tinha sido absolvido, né? Do ocorrido lá. Essa, eu fui enquadrado nesse artigo aí, mas... Foi um dia de muita apreensão na minha vida, porque eu fui lá no, no fórum, onde tinha um advogado que se prontificou para trabalhar para mim. Eu falei, eu não tenho dinheiro e eu não preciso de advogado. Meu advogado vai ser Deus, porque num, mas não sei se vocês sabem, você vai numa, entra como um réu. Se você não levar advogado lá, vai ter sempre um advogado do Estado do teu lado. Ele nem se apresenta para você. Aqui eu estou bem, né? Aqui eu estou conversando, mas réu, réu não fala, meu querido. Réu não fala. Era só o juiz, promotor, o juiz perguntava para o promotor e tal. Aí perguntava para uma moça lá. Não, nada a contestar. Falei, bom, eu estou frito. Quando o promotor bateu o martelo, falou, não, o rapaz está absorvido. Falei, opa, é hoje. Aí a moça se apresentou para mim depois de tudo isso. Falou, não, eu sou sua advogada. Coisa linda, né? Porque esse é um direito que a lei nos dá, né? Uh, o poder público nos dá esse. Saí dali, a primeira coisa que eu fiz, tomei um feio. Estou livre. Porque o cara, quando não é delinquente, meu querido, tem essa. Por isso que eu te falo da simplicidade. Você vê, você pega um cara por aí, a capivara do cara vai daqui lá na rua. Aí já está escolado, para ele. Falar para ele de cento e vinte e nove, assim é vantagem. Cento e vinte... e nove não é nada, é lesão corporal. Nem cadeia dá. Mas eu, eu sou honesto, cara. Eu sou simples, eu sou humilde. Aquilo lá para mim foi um inferno. Um ano, um ano e pouco esperando aquele julgamento, para mim era infindável. Eu falei, caramba, o que vai acontecer comigo? Mas graças a Deus, né?

Então, fiz ficha em umas vinte empresas nesse período de oitenta e quatro, do meio do ano até meio de novembro. Até que eu, esse mesmo primo meu, esse mais velho, de novo, ele era Polícia Ferroviária Federal. Trabalhava na ferrovia, antiga rede ferroviária. Primo, o pessoal lá está, vai abrir a inscrição, vai lá. E eu fui lá, eu fui lá determinado, falei, hoje vai ser a minha última ficha que eu faço na empresa, eu vou voltar para a minha terrinha. Estava determinado, porque ninguém me quer, eu também não quero mais ficar aqui. Não fui do segundo colocado, cara? Segundo colocado? cinco de novembro de oitenta e quatro, entrei na antiga cê-bê-tê-ú, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Depois de noventa e quatro, passou a se chamar cê-pê-tê-eme, que hoje é a Companhia Paulista de Trens Urbanos, né? Trem Metropolitano. Onde fiquei até vinte... Até dia cinco de novembro, agora passado dois mil e sete. No dia que eu fiz vinte e três anos certinho, me aposentei, graças a Deus. Bom... Fiquei nessa casinha lá até... Agora vai começar outra fase. A fase de dureza.

Quando eu saí do Itaú, eu guardei um dinheiro. Um dinheirinho bom. No tempo lá, não sei se era cruzeiro real, sei que era três milhões e não sei quanto. Era um dinheirinho bom. Esse, uh, uh, o filho mais velho da minha madrasta, o segundo, aliás, da minha madrasta, ele é, inclusive, já faleceu. Ele trabalhava pela rua, né? falou, eu sei onde tem um terreno, estão vendendo um terreno. Que é hoje onde eu moro, né? Pensa num terreno, rapaz. Chega lá eu falei, pô, mas isso aqui não dá nada, cara. Muito pequeno. Mas comprei, fiz negócio, comprei. Só comprei assim. A escritura, estava, o cara tinha a escritura só que com o nome de outra pessoa, né? Era de uma professora. Comprei e dei um cheque para ela de mil e trezentos cruzados. Foi em oitenta e nove. Eu não fui lá no Banco do Brasil e sustei o cheque, cara? com medo de, de ter feito o negócio errado, a mulher foi lá onde eu estava na bilheteria, na hora do rush, eu era bilheteiro naquele tempo. Senhor, o senhor é homem ou o quê que é? Eu falei, por quê? O senhor não me deu o cheque, não comprou o meu terreno?

E por quê que o senhor foi lá na minha ausência e, e desfez o negócio, sustou o cheque? Falei, é mesmo, dona, vamos lá. Fui lá e falei, não, eu prefiro ficar sem o terreno e sem o dinheiro, mas levar nome de safado nessa não, pode receber o dinheiro. Lá falei com o gerente e liberei o cheque. Aí fui lá na casa de um, de um outro lado, até perto de onde meu amigo mora, seu, ele falou, não, senhor, imagina, eu assino a escritura para o senhor, a hora que o senhor quiser

Aí começou a minha batalha. Isso foi em oitenta e e nove, né? No mês de agosto, mais ou menos, eu comecei. Bom, feito isso, eu comprei uh, o terreno, já registrei, né? Registrei a escritura, comprei um material e deixei num, num que o cara, não, você retira quando você quiser. Aí comecei a minha vida dura de construir. Nunca tinha pego uma colher de, de, de pedreiro. Comecei, rapaz. Olha só. Eu fui fazer os baldrames, as colunas, a fundação, me assustei. A gente cavava cinquenta centímetros, água aflorando assim.

Falei, pronto, agora que eu joguei meu dinheiro fora, agora está perdido. E aí? Esse meu irmão mais velho falou, não, rapaz, calma. Vamos fazer as colunas, a gente tira a água, a gente entra com o concreto seco.

Pô, dá certo? Dá. E deu certo até hoje, lá não caiu nada. Fiz, enchi as colunas, quando fui fazer, óh, a minha história é simples, viu? Tá? Isso é a história de um guerreiro, eu me sinto um guerreiro. Aí fui fazer os baldrames, que é propriamente a fundação, quando você faz o, né? O ligamento no chão, que é para subir a casa. Não tinha água. Saia do bairro, porque eu sou do Itaim Paulista, mas sou de um, de uma província, até que eu falo que eu sou um provinciano da, da Zona Leste. Saia do bairro, que dava uns dez minutos de carro, para a casa de um outro, de um, de um, de um, de uma namorada de um sobrinho meu, para buscar água em tambor numa perua. Sendo que tinha um poço, vizinho meu, mas eu não conhecia ninguém. E aí começou a minha batalha. Como eu trabalhava Como eu trabalhava Aí, fiz um mutirãozinho para fazer esse baldrame e acabou a moleza, viu? Era sozinho. Nesse ínterim, teve um negócio, eu trabalhava em, teve uma, um ato desonesto de um camarada lá, que ele... Que as Copas do Mundo, para mim, eu não torço mais para o Brasil. Não, não torço, porque ah, ah, as Copas que eu torci, me empolguei, só me ferrei. Em oitenta e dois, aconteceu isso que eu te falei, fui processado.

Eu estava lá na, na, na, no bairro de tomando uma cervejinha e assistindo o Brasil, jogando, acho que com o México. Foi no México essa Copa, não me recordo. Cheguei em casa mamado, cara. Cheguei em casa mamado. Eu tinha que ir à noite trabalhar. Fui trabalhar assim, e o cara me ferrou. O cara sumiu com a renda dele. O cara que eu rendia. Sumiu com a renda. E quiseram jogar em cima de mim. Sei que teve sindicância, e isso e aquilo. Foi provado que eu não tinha nada a ver, graças a Deus. Aí me transferiram. Olha só, eu estava começando minha casa. Me transferiram para eu trabalhar no Brás, na extração central. Eu ia para lá. Trabalhava à tarde e à noite. Imagina só. Trabalhava à noite, chegava em casa às sete, oito horas da manhã, dormia que dormia. Tomava café, andava mais uns vinte minutos, aí ia lá para o rancho trabalhar. Isso durante muito tempo. Porque é assim, se você é honesto, por exemplo, você está trabalhando aqui, se você é honesto, não. Acontece alguma coisa, tenta te ferrar, não, vou, eu vou fazer uma coisa com o, vou pôr ele lá num outro lugar que ele não gosta, vou pôr ele lá por lá de Osasco. O castigo. Mas lá tu não vai ser desonesto. Lá você vai ser honesto duas vezes mais do que você era lá, porque você vai provar que você é você. Entendeu? Então o caíram do burro, se tentaram achar esse ponto em mim, num, não vai achar nunca. Eu fui. Está até com sono, não é, meu querido?ão, não.risos) Eu, pau na máquina. Trabalhava, chegava às onze horas, meio-dia, bicho, te juro, não dava mais. Falei, dá. Ia no boteco, até então não estava bebendo, hein? Estava em abstinência. Boteco, tomava três, quatro canas, duas cervejas, a mulher levava a marmita lá, um almoço para mim e eu pau. Olha só, bicho, trabalhando à noite, trabalhava o dia até às cinco horas da tarde, construindo. Sozinho. Fiz meu rancho. Isso foi por muito tempo, porque depois teve o acabamento, teve aquilo e aquilo. Mas um dia, ah, né, nesse ínterim aí, enquanto eu estava construindo mesmo, meu irmão deu uma casinha, um edícula lá no fundo da casa dele, eu fiquei seis meses. Ele falou, é seis meses certinho. Tanto é que no dia que passou, um dia ele, já estava fazendo concreto lá na porta, que eu acho que era para me expulsar mesmo.

Eu mudei para lá dia nove de janeiro de noventa, para essa minha casa. O dia dezenove entraram lá e assaltaram minha mulher e minhas filhas. Levaram a primeira a televisão a cores que eu tinha, e o relógio dela. Não tinha mais nada para levar.

Eu me desesperei. Falei, e agora? Caramba, depois de tanto trabalho, né, bicho?

Porque você, quando não tem uma casa, o seu sonho maior é uma casa. Dá a impressão que você tendo a casa, você não precisa mais nem, nem comida. Mas não é bem assim. Não é assim a vida. Aí fui olhar na empresa. A empresa tinha um sistema de moradia, né? Até hoje ainda tem. Contei minha história para assistente social e tinha um cara contando a história dele. Eu falei, mas o quê que passou com você? Ele falou, não, é que eu moro na casa da ferrovia e entraram lá, roubaram até o guarda-roupa. Eu falei, não, então deixa eu ir embora. Vou ficar lá para o meu rancho mesmo. Olha só que coisa incrível. Eu fui reclamar porque tinham me assaltado, levaram a minha televisão. O cara falou, não, rebaratei meu guarda-roupa na casa da ferrovia, perto da estação. Eu falei, não, não, tchau.

O desconhecido dá medo, né? Não conhecia ninguém no lugar. Graças a Deus, eu saio a hora que eu quero, chego a hora que eu quero, tomo meus negócio. Às vezes, sou até meio... Os caras me acham que eu sou... Não é briguento, é assim, sistemático, né? Porque se tem uma coisa que me invoca muito, que me deixa muito desgostoso, é desleixo. Sujeira, eh É descaso, né? A pessoa relapsa, a pessoa não cuida do... Olha, se você não cuida da sua casa, da frente da sua casa, meu amigo, da sua família, se o cara não cuida do que é dele ali, ele não tem direito nenhum lhe assista a cuidar, a cobrar nada do poder público. O que você acha? Tem gente que é assim, ó. Bom, aí fui trabalhando, né, e na empresa. Mudei para lá, tal, e a rua de terra, rua sem asfalto, e eu brigando. Mandava, olha, eu não, eu não fui preso, não sei por quê. Porque eu xingava mesmo, literalmente, o subprefeito lá do, doutor, me desculpe. Xingava o prefeito, mandei, comecei a fazer, fiz um curso político com o vereador, meu amigo, foi reeleito agora. Eu quero que ele veja essa história, que ele é um, eu, eu considero ele como meu amigo. E agora, no dia vinte e cinco de janeiro, minha rua foi pavimentada. Mas batalhei dezoito anos batendo a mesma tecla. Eu quero saber, e a minha raiva sabe o quê que era? É porque não falavam por que não iam fazer minha rua. E outra coisa, nunca enchi ônibus de, de, de pessoas, ou meu carro, ou caminhão, qualquer coisa que fazia alarde, em porta de, de... Meu negócio eh, é via comunicação, por exemplo, Se eu, se eu for maltratado aqui na sua entidade, eu vou lhe mandar um e-mail ou lhe telefonar, oh. Aquilo lá não saiu do jeito que nós combinamos. Ou lhe mando um e-mail e tento conversar com você. Se nada disso for feito aí, sim, aí eu vou à imprensa. É assim que eu procuro agir na minha vida. Não gosto de alarde Não, você faz uma carreata, faz algum...

Eu pago meus tributos para eu ser ressarcido em forma de benefício para mim e para todos. Tanto é que às vezes, ontem mesmo eu estava tomando cervejinha, discutindo Eu falei, eu sou. Mas por que? Porque depois de dezoito anos foi o ano que assaltou a minha rua. E é um cara trabalhador. E eu não gosto do pê-tê.

O cara fica doido. Eu falo, eu não gosto. Eu sou trabalhador.

Me desculpem. Eu sou autêntico. É um direito

Aí eu saio com o, meu amigo, de lá da, o Padre. Padre craque, empreendedor, né? Como eu estou aposentado, ele disse, vem cá, meu filho, vamos levar ali, eu vou aqui, vou lá, vou acolá. E ele é, né? Roxo, mas não, num gosta do nosso presidente, né? Olha, eu estou dedando o padre, pelo amor de Deus. Não gosta entra pa, é um modo de dizer, né? E ele, meu filho, você vai botar no, eu falei, vou. Eu sou convicto. Eu tenho convicção. Quem é seu Deus? É Deus, Jesus Cristo, filho de Deus. É esse meu Deus. A pessoa que mais você gosta na vida?

O que eu mais, eu gosto é de mim mesmo. Vem a mulher, vem os filhos, vem meus amigos, né? Deus primeiramente e eu. Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Se você não valorizar o que você é, o que você faz, você não vai ter valor. Esperar pelos outros? É difícil os caras valorizarem você, exceto quando se pensa em interesses. E sei que é por aí.
Me pergunte alguma coisa para ver se eu...h, eu queria saber, você falou dos seus filhos, e como é que foi ser pai? h, sim.ela primeira vez.
Ser pai não foi dureza, não. Dureza foi quando minha filha falou que estava namorando. <laughs>

Nessa casinha que eu morava em dois cômodos, minha filha mais velha nasceu, é a. Nasceu dia vinte e cinco de janeiro de Moça muito bonita, hein? Inclusive ela estudou jornalismo até o terceiro ano, né? Aí depois casou e parou. E eu pego no pé dela até hoje. Ferroviária também. Tá com oito anos lá na ferrovia. Muito bacana minha filha. Dia que ela nasceu, eu tomei uma caixa de cerveja. Uma caixa de cerveja, muita alegria. Dia vinte Dia cinco de abril de oitenta e três, nasceu a, minha segunda filha, na mesma casinha. E a vida foi passando, né? Você sabe que você tem uma hora que você dá uma olhada no que você vive, no que você faz ou deixa de fazer e... Parece que você cai assim na realidade, né? Você fala eu estava dormindo. Você até Porque elas dormiam num, numa bicama, né? Sabe o que é bicama, né? Sofá e cama, bem, bem simples mesmo. Dormiam assim na, na, com dois cômodos, elas dormiam na cozinha. Cheguei em casa e vi aquelas duas mocinhas deitadas lá, rapaz. Falei Falei, rapaz, minhas filhas estão crescendo e eu vou ficar aqui? Vou morar nisso aqui o resto da vida? Pronto, aquilo ali foi um. Porque até então meu pensamento era assim, não, o próximo governo, né? Vai ter uma política habitacional mais humana, mais, mais voltada por aqueles que precisam e eu vou conseguir uma casa. Que nada. Ilusão, cara. Não adianta você ficar pensando. Você sabe o que eu acho que o governo é? E eu quero que um governante me prove o contrário do que eu vou falar aqui. Espero que isso seja divulgado. O governo é um administrador de impostos. É um órgão que está ali para, para cobrar taxa de impostos nossos. E o que mais eu não sei. Porque eu trabalho cento e cinquenta e dois dias por ano para pagar taxas de impostos e tributos nesse país, como vocês também. São cento e cinquenta e dois dias por ano que o cidadão paga de taxa de impostos. Agora me pergunto se isso está sendo revertido em, em prol de, de quem paga isso. Eu não vejo isso. Então, quem puder que dê seus pulos, como se fala no linguajar, né? Porque essas coisas não caem no céu, não. Outra coisa, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Sim, senhor. Mas Deus diz o seguinte, faz a tua parte que eu te ajudarei, né? A Deus o que é de Deus. A César o que é de César. Ou seja, se você não fizer a sua parte, você não vai ter. Você pode ficar aqui. Suponhamos que eu fique aqui. Tomando uma aguinha. Se Deus quiser, vai chegar aqui um contra filé para mim. Só que eu não falo para ninguém. Estou conversando com Deus. Se Deus quiser, eu vou sair daqui e jantar, tal, tal e isso eu vou porque Não, eu sou, não, não, não. Eu vou morrer de fome aqui, cara.

Eu não fiz a minha parte. Eu não me movi. Eu não saí daqui atrás para procurar O que eu quero. né? Então eu vejo a vida assim. E Deus ele é muito justo, ele é muito bom. Piedoso. A gente é que é ingrato. Tem pessoas que só, só procuram a Deus, só se valem de Deus na hora do, da dificuldade.

Então, agora é que eu tenho que gostar de Deus. Você pergunta, senhor, você é rico? Sou milionário. Tenho Deus como meu pai, como meu patrão. Tenho uma mulher, tenho três filhos, tenho uma casa. Tenho um Monza noventa e um e tenho um Jeep.
setenta. ntão, senhor, então a gente estava falando das suas filhas.

Uma nasceu em oitenta, né? A outra em oitenta e três, segundo. O caçula nasceu em noventa e

O meu sonho era ter um filho homem. Acho que todo homem tem essa, essa mania, né? E eu imaginava, às vezes eu saía assim, olha os nomes que eu pensava em pôr em meu filho. Depois ele falou, pai, pelo amor de Deus, se o senhor faz isso comigo, eu não ia lhe perdoar. Porque o nordestino tem uma mania louca de pôr nome, né? Apesar que eu num, eu não segui esse rumo. Eu imaginava em pôr meu filho o nome de Assurbanipal, Nabucodonosor, é só nome cruel, pelo amor de Deus. Conclusão, pus o nome dele de.

de um garoto, hein? Tem quatorze anos, baita de um guitarrista, só que ele toca na igreja dele, né? Meus filhos sempre estudaram em escola pública. Não tenho, não é bem que eu não pude, né? Ou não posso pagar uma escola particular, é que eu ainda acredito no poder público. Eu ainda acredito que não é a escola pública que da, que, eh, é esse céu, essa maravilha que se imagina. Eu ainda acredito que o aluno é que tem que estudar. E ele às vezes diverge de mim nesse assunto. Eu falei, não, o aluno é que tem que estudar. O aluno é que tem que colaborar também. A escola pública, acho que vocês já ouviram falar disso, tem muita falta de, de professor. A, a escola do meu filho estava sem professor de matemática. Procurei saber com a diretora da escola, não me deu satisfação. Mandei uma carta para a assessoria do.

Me deu a resposta. Acho que chamaram a atenção dela lá, ou avisaram para ela, ela me... Mandou um bilhetinho me chamando, eu falei, eu não vou, eu não tenho tempo. Se, se cumprisse com a parte dela, eu não, num, não estaria recebendo convite nenhum. Aí, filho, está tendo aula de matemática?

Mandei outro e-mail, mais mal criado ainda. Aí, sim, acho que pegaram no pé dela firme, ela me chamou para conversar comigo. Fiquei três horas e quarenta conversando com a mulher, virou minha amiga. E explicando, ela falou, seu, palavras dela, né? Eu gostaria que os pais pensassem como o senhor. Eu falei, é que vocês, professores, vocês estão acovardados. Eu não sou nenhum herói, não sou nenhum valentão, não. Mas se o professor tem medo do aluno, se o filho tem medo do pai, como é que se fala hoje em dia, então ele pode, é melhor se enterrar em pé. Não precisa nem se deitar para se morrer, para se enterrar, não. Se enterrar em pé, porque isso é muita covardia. Como é que você não consegue? E por isso que está essa baderna, meu querido. Porque se o pai consegue eh, controlar, não vou dizer dominar, não, controlar a família dele, se todo pai tivesse essa, esse discernimento, essa responsabilidade de educar os filhos. Ih Educar, que eu digo, não é educar, dar uma faculdade de primeiro mundo, não. Que o pobre não pode dar isso, vocês sabem disso. Educar, educação é uma coisa, cultura é outra. Tanto é que às vezes eu faço curso de espanhol aos sábados, né? Eu cismei de falar espanhol agora, não sei para quê. Então eu estou assim, entram aquelas meninas assim, óh, quase pisando no seu pé, eu falo, que lugar bonito isso aqui. Fala que a pessoa na escola aprende educação. Eh, uh, ah, as verdadeiras, os verdadeiros vandalismos, verdadeiras desordens nas escolas. Esses dias mesmo um menino agrediu uma, uma professora, acho que com canivete, não sei o que foi. Escola é um complemento. Ela tem que se interar. Escola com, com, com a família. Tem que ter um... Não está tendo essa troca. Entendeu? Essa comunicação. Um tem que ajudar o outro para formar uh, o caráter, formar o cidadão. Então, falta tudo isso. Bom, falando do meu caçula, gozado. Meu sonho era ter um filho. Quando ele nasceu, eu entrei em depressão. Ainda na gravidez da minha mulher. Depressão mesmo. Isso aí, coisa terrível. Você sabe que essa depressão foi se arrastando, melhorei, quando foi em noventa e nove, ela me pegou para valer mesmo. Por essa vez eu fui, quase, quase fui ao fundo do poço. Tentei suicídio, tomava altas doses de medicamento. Rezava, chorava, pedia a Deus a toda hora, mas é aquela velha história que eu falo, eu não fazia a minha parte. Eu não dormia. Quando eu começava a dormir, descansar, simplesmente eu batia assim um tornozelo um no outro que estalava. Aquele soco, que, sabe? Aquele sobressalto terrível. E altos pesadelos, e sonhos ruins.

Chegava do serviço, não dormia e ia para o boteco, jogar baralho, tomar conhaque e fumar. Fumava quatro carteiras de cigarro por dia e hipertenso. Pressão lá em cima, quer dizer, hipertenso ainda sou, mesmo tomando remédio. Só Deus mesmo para, né? Não ter acontecido pior comigo. Acho que em noventa, me, meados de noventa e nove, passei em uma médica e ela falou, falei para ela, pelo amor de Deus, Me dá uma semana para eu descansar. Ela falou, só vou lhe dar uma semana, se você me garantir, vai procurar um psiquiatra. E no outro dia eu fui, rapaz. Desde então, fiquei tomando medicamento, fluoxetina, durante um ano. A partir disso aí que eu passei realmente a viver, né? Não é que eu adquiri... que eu minha saúde, não, né? Que eu, que eu Não, eu era doente, era do tipo, só, não, ah, a partir daquele momento ali é que eu fiquei um cara mais solto, mais alegre, com mais sentido na vida, porque até então eu fui sempre, sabe? Um cara arcaico, assim, um cara recalcado mesmo. Eu não sou um cara revoltado com o mundo, eu sou revoltado é com as coisas erradas. E você sabe que o cara que gosta pelo menos de se aproximar do certo, ele é perseguido. Você quer ver? Quanto mais você, eh... Às vezes as pessoas falam assim, oh, não, agora, agora sim, você vê que eu mudei de vida, estou bem, consegui carro, casa, fazenda. Mas o quê que você fez? Não, passei em uma igreja aí que, óh, foi uma maravilha. Isso para mim é mentira. Igreja não é lugar disso. A igreja O nome de Deus, ele é tão bom, ele é tão forte, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima da sua, do seu segmento religioso, quanto mais você tenta ser fiel à sua, digamos, à sua linhagem, à sua irmandade, ali, participar, né? Da comunidade, e tal, aí é que você vai ser perseguido, aí é que você vai ter atribulações. Por isso que eu fico às vezes até triste, né? Igreja até que meus, minha mulher e meus filhos frequentam, viraram evangélicos, só eu que sou católico, apostólico romano, graças a Deus. Minha mulher e meus três filhos são evangélicos. Não brigo, não discuto por causa disso. Não sou eu quem vai julgar isso, se é que merece um julgamento. Eles vão lá para falar de Deus.

Tem a sua, porque igreja é igreja. Igreja somos nós. A igreja ´é uma, um, a igreja que se fala eh, é uma, uma alvenaria, é um prédio, é um barracão, uma coisa qualquer. Igreja somos nós. Então... Bom, aí sarei da..epressão. Da depressão. Fiquei doidão. <laughs> Porque eu tenho um distúrbio bipolar. Então eu prefiro ser assim, atiradão, estouradão, tomando minha cerveja, sabe, tudo assim, do que ficar triste, né? A ficar triste, né? Quem prefere, prefere uma coisa à outra coisa. Eu prefiro ficar alegre à ficar triste. Então eu faço o máximo para estar sempre assim. Quando eu estou meio que derrubado, vou lá tomo umas loira. Vou na igreja, rezo, rezo todo dia, eu sou pecador? Eu sou de tudo, só não sou ladrão e nem travesti, mas o resto, entendeu? Sou cristão, sou um cara, gosto, sou falador, não sei se dá para perceber isso, eu gosto de falar, leio um jornal todo dia, meu hobby, jornal, palavra cruzada, quando tenho vergonha na cara eu leio a bíblia, sábado eu vou para o curso de espanhol, à tarde eu vou para o curso bíblico, à noite eu vou para o texto dos homens, domingo eu vou para a igreja, Na segunda eu vou tomar minha cerveja.

Mas tem as coisas que eu não faço. Falar mal dos outros. Não sou um cara invejoso, hipócrita, sabe? Nossa, olha o cara comprou um carro. Não, deixa eu com o meu Monza noventa e um que está bom demais. Deixa eu com o meu Jeep setenta que está bom demais. O cara comprou uma Mercedes de outro modelo, problema dele. Que Deus proteja. Não, mas tem um carro ali em setenta meses que já acabou essa mamata. Não quero.

E outra coisa que eu não, ninguém nunca me viu pronunciar na minha vida, cinquenta e cinco anos de idade, é a palavra independência. Eu sou independente, eu faço da minha vida o que eu quero. Não tenho essa, eu não tenho esse poder. E eu acho que ninguém tem. O bra, o Brasil tão, né? Tão poderoso que se fala que ele não é independente. Qual é a independência que nós temos? O cara faz um boato na Bolsa de Nova Iorque que já está todo mundo perdendo dinheiro. Que independência é essa? Seríamos, não, deixa a Bolsa de Nova Iorque quebrar, aqui é Brasil, aqui é nosso.

Não, mas você viu o negócio lá? Banana uma dúzia vai para dez reais, aquilo de carne vinte reais.

Não, por causa da crise. Quem tem crise? Aquilo ali é crise política. Daqui uma semana acaba o negócio de falar de Barack Obama e de John McCain. Só fala naqueles caras agora, bicho. Só se fala naqueles dois homens.
Você está falando um pouco da, de tudo isso e eu, é muito legal, durante essa trajetória, é o que você falou, você adquiriu essa cultura, eu queria que você falasse do ensino médio, quando você...h, sim.
Ensino médio. Então, passado, você vê, em setenta e sete eu terminei o, né? Dois mil eu cismei de estudar. Assim, de uma hora para a outra.
Depois de ter passado pela, pela crise, ter ficado... É, é. É que foi quando eu entrei no estado de euforia, né?
O distúrbio bipolar faz isso com você. Você sai daqui... Você está no chão, de repente, você, você está em baixo do viaduto, daqui a pouco você está no, na, na ponta da torre estaiada, né? Estaiada, né? A estaiada que tem aqui no Rio Pinheiros? Ponte estaiada, né? Não sei de onde vem essa palavra. Falei, eu vou estudar de novo. Cara, vou. Comprei dezesseis livros do Telecurso Segundo Grau. Aí comecei a fazer um lugarzinho chamado Pensa num lugar feio.

Ficava na estação de, né? E estudava em. Mas pensa num lugar que tem mulher bonita, cara.

Mulher assistir isso aí, vai querer me <laughs> Não tem problema. Aí comecei.

Eu sou um cara incrível.

Para começar, óh, veja só, uma professora só dar aula, dar as matérias de todo o curso de segundo grau é meio puxado, não? Existe isso aí?
Não.
Eu comecei a estudar biologia, química e biologia. Me parece que eu tinha que fazer aquilo lá em, em dezoito meses, né? Que era... Química, biologia e geografia. E eu indo bem, foi se aproximando, e eu indo bem, foi se aproximando, porque lá é tele aula, você assiste a aula no monitor, depois faz o comentário, ou primeiro estuda a matéria, depois vai assistir aquilo lá, muito bacana. Aí eu me inscrevi lá na, na, na cidadezinha chamada, no Sesi de, para fazer, para prestar, eu vou fazer, eu vou me inscrever nas matérias todas. Me inscrevi, ano Rapaz do céu, química, biologia, Geografia eu estava, né? Português eu sempre fui metido ah, a vasculhar tudo, procurar dominar a regência verbal e essas coisas e tal e qual. Me inscrevi. Dois fins de semana eu fechei o segundo grau todinho. Ninguém acreditou.

Está lá o certificado, para quem quiser ver. Parei de novo. Aí tentei fazer licenciatura na Unicsul, em matemática. Fui para fazer, uh, para me inscrever, fazer o... Falei, ah, não, isso aí não é para mim, não. Se, se for para eu dar aula. Eu estar dando aula e um aluno gritando na sala de aula, jogando bolinha de papel, me enchendo o saco. Falei, não, não quero. Eu tenho que fazer uma coisa que eu possa... Ah, e nessa, nessa casa minha, onde eu fiz o meu rancho, Eu me, passei uma casa de subúrbio e eu tenho uma bela de uma casa, graças a Deus.
Como que é essa casa? Conta para a gente.
Minha casa tem três quartos, uma cozinha de um tamanho bom, uma área, um banheiro grande, quintal, dois corredores. E em anexo, na minha garagem em cima, eu fiz um predinho que é de relax. É só para o descansar. E ultimamente a minha arte foi fazer uma mesa de pingue-pongue. Fiz a mesa, joguei em cima de outra mesa, mesa mesmo de, de jantar assim. Maravilha. Lá tem um, uma rede, e tem uma cozinha que eu estou montando ainda, né? Está faltando o fogão e a geladeira. Falei lógico que eu consigo, falta fogão e a geladeira. E lá onde eu, tem um som no teto, inclusive eu estava construindo uma lá na minha rua. Falei, aí parece que vai ser uma Casa de Vermelho. Falei, só que da sua laia não entra não.

E assim, eu subi ah, as paredes até essa altura, né? Fiz as colunas. E o fechamento eu ia fazer de, de acrílico com alumínio, mas aquilo lá não fecha nada. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fechar. Fiz em madeira, em lambril. Então ficou misto. E lá me chama a atenção. Certa vez eu estava trabalhando lá, passou uma viatura, né?
O cara falou, para aí.
Dá uma olhada o quê que esse filho da mãe está fazendo aí, o sargento falando para os, para os policiais lá. Os caras estão de pescoço para olhar meu rancho. Isso é legal, cara. Isso é legal. É uma coisa, sem querer ser metido, sem querer ser mais do que ninguém, mas sei fazer uma diferença. né? Sei fazer uma diferença. Tanto é que era para... Eu sou um cara assim, eu sou um cara fechadão. Como eu já falei, eu sou tímido. Né? Não sou assim de andar dando risada à toa. cumprimento poucas pessoas, infelizmente, mas nunca neguei a fala para ninguém. Se a pessoa me cumprimentar, eu cumprimento. É uma questão de timidez mesmo, do meu jeito, ser assim. Era para eu vir aqui, acho que dia vinte e oito. Me parece que estava agendado para esse dia. Só que um camarada meu, chamado, ele é vizinho meu também, não vizinho, assim, mas... Dez minutos da minha casa a pé. Ele foi lá na minha casa e falou, pô, eu estou... Que ele está fazendo obra para a igreja, eu vou operar a minha vista e não tem quem me leve. Eu levo, levei dia vinte e sete para operar a catarata. Estou muito feliz porque é uma coisa incrível. Dia vinte e oito liguei para cá, lá do hospital, falei, olha, no dia vinte e sete eu falei, olha, eu ia amanhã, não deu. Tem que estar, trouxe ele para fazer, tirar o curativo. Os caras estão felizes, tá? Ah, uh, isso engrandece a gente, pô. É um ato de, de humildade, de, de... Não vou dizer nem caridade, que caridade, nada. Isso é um dever cívico, né? Dever humano que a gente tem com as pessoas. E dar a mão para o outro. Porque olha só, se nós não justificarmos a nossa pequena estada aqui neste mundo, tem cara que fala, olha, eu não bebo, eu não fumo, não jogo, não uso droga, não olho para a mulher dos outros. Você ajuda alguém?

Porque você não morre então, cara? Ué, o que você está fazendo aqui? O cara tem que ser de tudo um pouco, meu querido. Você tem que viver. Mas a pessoa fala, é, eu que vivo plenamente. O quê que você vive? Qual é as... O quê que é viver plenamente? Ah, eu dou um trampo aí, saio para as baladas. Meu amigo, plenitude da vida não é isso aí não, cara. Plenitude da vida é você procurar se, ser, ser humano. Ser o imitador dele.
Entendeu?eixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente está chegando numa fase que é exatamente isso que eu ia pedir para você. Que lições que você tira da sua vida?
Da minha vida?
Eu queria aproveitar e juntar isso que você está falando e te perguntar.
A minha vida, olha, como eu estou contando para vocês, eu espero que se perpetue, né? De certa forma, até abra os olhos de alguém. E olha só, se alguma pessoa quiser conversar comigo, se quiser colocar o meu e-mail aí, eu estou à disposição. Será o maior prazer. A minha lição de vida que eu tenho a passar... Seja humilde, seja o imitador de Jesus, né? Seja humilde. O que é ser humilde? Ser humilde é ser humilde, é ser uma pessoa, ser simples, ser autêntica, né? Viver a a, essência da vida. Num, num, não... Copie as coisas boas, né? Vamos copiar as coisas boas. E olha, eu não sou um cara assim, otimista não, viu? Tão otimista. Porque eu tenho Jesus Cristo, meu ídolo. Mas quem é o seu ídolo maior? Jesus Cristo. Ele não viveu vida dele, ele num viveu vida de privação nenhuma, ele vivia com prazer. Ele teve medo, ele foi perseguido, ele foi cuspido, foi chicoteado, chamaram ele de ladrão, de vagabundo. O cara morreu e na hora da, da, uh, na hora derradeira ele ainda perdoou todos aqueles que, que fizeram tudo isso com ele. A quem cabe isso fazer?

Não, isso não é coisa, esses dias eu perguntei para o meu filho. Falei, olha bem nos meus olhos. Você tem coragem de morrer no meu lugar? Ele falou, pai. Eu falei, não minta.

Eu falei, porque ninguém faz isso. O cara pode até falar, não, eu, por você, eu morro. Não morre nada. Não morre nada. O negócio apertar, você foge. Isso é do ser humano. A morte é o desconhecido. Tanto é que eu não gosto de falar, eu vou morrer, eu vou me, eu vou, eu vou nascer, eu vou nascer. Eu acho que é isso, o que eu penso na minha vida. A minha preocupação não é aqui. As preocupações que me pintam é com a, às vezes eu perco o sono, mas é preocupado com nada, que é pior, você sabe, né? Se você perde o sono, pô, não estou conseguindo dormir, estou pensando naquele problema, mas ali você vai tentar achar coisas, achar uma saída, achar uma solução. E ruim é quando você perde o sono e você... Eu não tenho preocupação nenhuma com assim, sabe? Alguém bater na minha porta. Ei, cara, você ontem me desrespeitou. Ontem você bateu no meu filho. Você ficou me devendo tanto. Ontem você quase me atropelou. Num, não tenho essa preocupação, graças a Deus. Se eu tiver alguma preocupação é com a minha posteridade.

Deixa eu te perguntar se tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queria contar, para você ficar à vontade. Pode refletir.
Eu tenho que agradecer a vocês pela atenção e a paciência, né? Se aguentar aqui essa, essa...ssa é a última pergunta.
O que você achou da entrevista?

Faria mil vezes se fosse possível, né? Adorei, sinceramente. Espero que não lhes tenha decepcionado. Se vocês acharem que devem fazer algum corte, que o conteúdo está muito fora dos... Se é que tem padrão, vocês falaram para mim que não tem padrão. Eu só tenho ah, a dizer que tudo o que eu falei aqui é autêntico, é uma parte da minha vida. né? Porque muitas coisas a gente... Não é que não deva contar, é que a gente não lembra mesmo. Assim no momento. Você sabe que às vezes tem isso, você vai com... Nossa, vou contar tudo isso aqui, mas tem hora que você não... Né? Se me derem outra oportunidade e quiserem elaborar uma... Não um questionário, mas uma, uma, umas quinhentas perguntas aí, né? Eu terei muito prazer em responder, se é que isso tem alguma importância. É isso aí, meus amigos. Estou muito contente em ser, pela recepção, né? Pela simplicidade do ambiente, que isso, isso aqui é muito bom. Eu gosto da simplicidade. Quando eu estava fazendo, eu fiz uma oficina de vídeo aí na, na, no Senac, aqui na, na Lapa. E eu conversando com uma pessoa, um dos alunos lá, e ele me deixou muito chateado, triste não. Deixou cabreiro, porque ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro no. Ele falou? Eu falei é. Ficou com alguma dúvida? Ah, eu moro aqui no Limão. Eu falei, grande coisa. Eu já tenho uma vida aceita. Os caras olham a Zona Leste diferente. Isso é besteira. Isso é bobagem. Isso aí é, o grande mesmo, a pessoa grande. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma, uma... Olha só, eu sou curioso por certas coisas que eu assisto na televisão, né? Eu não lembro do nome do, do magnata aí. O cara entrevistando ele. O que você faz para, para, para ser tão rico, tão importante? Era o cara mais rico do mundo. Não sei se era, sei lá. Era um cara, tio Sam, sei lá quem era. Falou para a moça, a entrevistadora, só tem uma sala assim, só tinha um, um vaso de flores, né? Aí ele perguntou para ela, falou, o quê que você está vendo aqui? Ela falou, eh, eu estou vendo um vaso de flores. Ela falou, eu vi primeiro. A resposta que ele deu. Eu vi primeiro. Isso quer dizer o quê? A gente vive num mundo de concorrência, né, bicho? A gente vive num mundo de, de quem chega primeiro. Está assim o mundo, está assim a coisa. Eu, graças a Deus, num, nunca tive uma vida gananciosa. Nunca planejei nada. Não, eu vou lutar, eu vou me esforçar porque, eu para você ver, como eu falei da minha vida dura entre aspas, porque isso não é vida dura. Trabalhar não é vida dura. Trabalhar é é vida boa. A pessoa que trabalha é digna. Estar construindo minha casa não é vida dura. É uma vida boa. Eu sinto saudade de pegar no batente. Trabalhei vinte e três anos na ferrovia em serviço burocrático. E eu dava meus trampos, e gosto. Você me chama, ô, dá uma força para mim, dou. É um prazer, não tem essa não. Agora essa de ficar planejando com ganância, não, eu quero comprar um carro zero, sabe, aquele modelo e tal. Quero ter uma casa na praia. Na praia eu vou ficar uma semana, fico na colônia do meu sindicato lá e para mim chega. Eu ia morar no Nordeste, estava tudo acertado já para ir, não vou mais porque é muito calor, apesar de eu ser de lá. Mas o calor comigo não se bate muito. Fazer isso, fazer aquilo. O futuro a Deus pertence. Outra coisa que me chama a atenção, tenho tempo ainda? Está acabando, não é? Outra coisa que me chama a atenção, você vê o caso dos Estados Unidos. Querem ser tão poderosos, querem ser tão fortes. Querem dominar o espaço que a Deus pertence. Por quê que não domina lá os incêndios, terremotos, os tufões? Passa lá, arrasa meio mundo. Não está ali na vista dele, na ah, na base dali? Faz parte até do convívio. Por que essa ganância de querer se mostrar? Isso não leva a nada. né? Isso não leva a nada. Que eu, a pesar dos pesares, eu gosto do jeito de ser. Isso é importante. Sei que não agrada a muita gente, mas Deus que é o maior, não agrada a muita gente, quem sou eu, né? Importante também é eu gostar de mim, né?

Então, a gente que agradece, seu. Muito obrigado. De nada.
Disponha. Foi um prazer tremendo conversar com vocês. Obrigado. E, mais uma vez, minhas desculpas, né? que é isso. elo meu jeitão de estabanado, mas é... Eu procurei ao máximo para ser autêntico.